E você nasceu aqui em São Paulo?

Até os doze anos. Aí vim para São Paulo. Trabalhei em casas de família.

E com ela vim para São Paulo, trabalhar em frente ao Mercadão.

Era o que eu me sentia, porque era um apartamento. <laughs> Foi terrível esse tempo. Mas aí eu fui acostumando. Dali para frente, fui trabalhando em casa, de uma, de outra de outra, até que... Conheci o meu marido e me casei. Conheci ele no serviço.

E assim eu conheci um mojito da família, né? E eu Nós começamos a namorar e, en entre dois anos, casamos. Teve muitas brigas e tudo, casa. <laughs> E vivemos muito bem, graças a Deus.

Ah, eu trabalhava na roça, né? Adorava o meu avô, porque era com ele que eu trabalhava. Minha avó não, ela era muito dessas eh... e rígida, <laughs> terrível. Mas a gente eu me convivia muito com meu avô, porque eu adorava ele, e eu, então, fazia questão. de ir com ele para a roça, né? Então, eu tinha que fazer um monte de afazeres. eh Carregar linha, ca ah pegar água e tratar das criações, né? Que eram porcos, coelhos, galinha, eu ajudava meu avô a fazer isso, né? Cavalos e tudo, cabras, tínhamos que amarrar as cabras lá. E aí, então, eu eu adorava fazer isso com ele e ficar com ele na roça. Sempre gostei de ficar com ele na roça, porque ele me tratava assim como, sei lá, tinha um Já minha avó não minha avó era difícil. Ela só Eu era uma menina de de de nove, de oito anos, nove anos, né? e fazia serviços que eram de adultos, eh e ela exigia o serviço bem feito. Se não fizesse bem feito, a gente tinha que fazer de novo. Então, para não fazer de novo, fazia bem feito né. Eh A gente tem até que agradecer às vezes um pouco isso né, porque daí a gente faz as <laughs> coisas com mais perfeição. Mas, na época, era uma criança, não aceitava muito isso, não. Mas, em todo caso. E assim foi a infância.

E eu eu vou dizer uma coisa aqui, que eu sempre falo e gosto de falar.

Porque a gente tinha que trabalhar na roça, né? Então, o Getúlio Vargas, na época que era presidente, ele forçou os estrangeiros a pôr os filhos na escola. Se não, pusesse cadeia. E com, graças a isso, eu fui para a escola. Senão eu, hoje, eu não teria nem o grupo escolar né. E foi isso. E daí, eu faço questão sempre de falar isso.

Eu fiz todo o primeiro, o segundo, o terceiro. E assim mesmo, meu meu pai tirava nós nas férias e ia para a roça. Nas minhas férias era para a roça, plantar. Plantávamos cebola.

E a gente voltava, depois voltava das férias e. E com isso ele atrapalhava muito o nosso estudo, né? Mas a gente Eu pelo menos conseguia, minha irmã conseguia, os meus irmãos todos conseguiam tirar o diploma escolar de quarto ano, que na época era o era o que era né o básico. E assim foi. Depois eu, com com com do com treze anos, vim para São Paulo, como eu já falei, trabalhar. E aí eu não saí mais daqui de São Paulo, até os vin vinte anos que me casei com o meu marido né.

E eu sempre trabalhando em casa de família, era assim, minha vida.

Tinha um clube E, como nossa família toda é dançarina, a gente ia para os clubes dançar. E eu comecei a dançar muito cedo. Eu, com treze, catorze anos, já dançava nos clubes lá do que chamava-se teuto. Acho que ainda existe até lá, hoje. E o meu tio era diretor desse clube. Era, assim, muito familiar. E a gente eu era a minha diversão, até que me casei. E foi assim.

tudo da época. Baião, valsa, eh samba, marchinha, as coisas da época, né? Baião, essas coisas. Você lembra dos bailes, como é que era? Ah Ah, era maravilhosa. E eu tinha uma obediência cega, né? Quando o... Porque o meu marido, não nessa época, eu não conhecia o meu marido ainda eh. O meu tio era diretor e ele falava assim para mim, vamos, eu vou levar você. Dez horas, a gente volta. Então, a gente entrava às oito. Dez horas, em pontinha, era religioso. Ele falava, vamos, e eu vamos, porque senão, da próxima vez, se eu não obedecesse, eu não ia, né? Então, aqui tinha que ser assim. E era assim. Mas era muito gostoso. A gente tinha uma amizade muito legal. Eh Era assim, tudo familiar, sabe?

Era um clube alemão, né? Vamos dizer assim. E era muito gostoso. Era muita valsa, muita... Todas essas músicas, assim, eram sempre os mesmas. O grupo que tocava também era só alemães. Tinha uns teatro ali, a gente assistia tudo em alemão. Muito bom. Isso na época de, sei lá, de mil novecentos e cinquenta e um, e dois cinquenta e três por aí Até que depois eu conheci o meu marido, daí acabou os bailes lá no Teuton. E ele também era bailarino. E a gente ia nos nos nas festas da família, em aniversário, casamento, e dançávamos. Eu gostava muito de dançar. Eu também.

Ai, meu Pai do Céu.

A diferença São Paulo Naquela época, nossa, para mim foi terrível. Eu me senti dentro de uma gaiola e eu não estava habituada com barulho. E ali passava em frente a o o o bonde da cantareira. Aquilo balalalala nas pedras era paralepí pi paralepípedo, né? Aquele barulhão. E quem disse que eu quisia que dormia? Então, eu abria a janela e ficava olhando. Ah, para as três e meia, mais ou menos, chegavam as carroças, carroças com aquele ferro no no no na roda. Balalala Não tinha quem dormisse ali. E E aí, en enchia o mercado de flores. Eram os chacaeiros que traziam flores nas carroças, com burros. Então, o casco de de de né da o casco já tinha ferradura. A roda tinha aqueles eh eh aro de de metal para para não gastar a a madeira. Maravilha o barulho. O barulho era intenso. Era verdureiro chegando, era chacareiro chegando. E E eu, então, ficava na janela. Até que foi indo, foi indo, acostumei com o barulho. Aí eu consegui dormir, mas fiquei mais de uma semana sem dormir. Só olhando hã eu... De dia eu eu era que nem uma barata tonta, trabalhando. Mas não tinha outro jeito não podia dormir de dia, né? O barulho era muito. Para quem veio de interior, silencioso. Ah Aquilo era foi demais para mim. Mas... eu tive que acostumar. Porque não me perguntaram, você quer ir? Me mandaram.

A gente obedecia a paz, né? Fazer o quê? <laughs> Porque meu pai é assim. Ele vinha buscar o nosso dinheiro.

Era só isso o meu dinheiro. Então, ele não pensava se a gente tinha sapato, se tinha roupa, se precisava de alguma coisa. Nada. Meu pai não era um um pai. Ele foi meu pai, mas era pai. Deixou muito a desejar. Então, era assim. Ah Até quando me casei. Quando me quando eu fiquei noiva. Quando eu fiquei noiva, aí eu ergui bandeira. Aí também aprendi. Vou te falar que assim eu aprendi. Eu aprendi com a vida, né? Então, ê eu pulava do emprego para o outro, não porque a o emprego não era bom. É porque eu ia ganhar mais. Então, eu inventava para ele que eu ganhava tanto e eu ganhava muito mais. Para mim, ter um dinheiro, né, gente? Para mim, poder se vestir, para mim, poder eu era moça. Era assim. Eu fiz isso. E ensinei a minha irmã também a fazer, porque ela também veio trabalhar, e eu ensinei ela a fazer a mesma coisa. Então, a gente fazia assim. Ganhava menos, ele não sabia quanto ia ganhar, porque não tínhamos, né? Não não Era só assim. Não tinha, como é que se fala?
eh nenhum.
Não tinha nenhum comprovante, né? Então... E aí, a gen é assim que nós engabilava o meu pai. E assim foi. Até que eu me fiquei noiva e eu ergui bandeira. Eu não dava mais dinheiro para ele. Falei que não dava, não dava e não dei. E fiz a minha irmã também, não dar, não dar. E acabou. Porque se a gente já não dava, despesa em casa. Ainda ajudava o tempo todo, né? E esse dinheiro, sabe Deus se ele deixava na mão da minha mãe. Sabe Deus. Que eu não acredito. Entende? Ele era demais.

A minha mãe foi uma heroína. Ela criou nove filhos, nem sei como. Gente! Ela fez uma horta imensa no no, porque nós tínhamos um terreno, e esse terreno foi... Meu pai não tinha nem juízo para para ter, ele era projetista-construtor, e não tinha uma casa para morar. Aí ele fez uma construção lá, e uma turca ficou devendo para ele cinco mil reais. E essa turca não tinha o dinheiro, deu esse terreno para ele. O que ele fez?

Então, essa casa foi feita por nós, né? Ele só deu o trabalho, o material foi nosso. Foi assim, também, que ele fez isso. Então, nós tínhamos essa casa. E essa casa eh essa casa tinha um terreno enorme, sabe? E a minha mãe, então, plantava. Ela tinha uma escadinha de filhos. Ela teve dezessete filhos. Nove vivos, oito mortos. Esses oi oito que morreram, quatro deles foi de meningite. Por quê? Porque eles não tinham, como eu vou falar assim, eles eram muito fraquinhos, anemia. E virou meningite, né? Tinha Não tinham o suficiente para se alimentar, nem minha mãe e nem eles, né? Ela tinha um filho por ano, pode-se dizer. Foi isso que aconteceu. E a Aí então ele Minha mãe plantava aquela horta. Tinha de tudo. Milho, batatinha. Era era Ela se virava. E era essa a nossa mistura, no geral né. Às vezes, em quando meu pai ali fazia alguma coisa. Então, era assim. Foi muito difícil, mas era de fubá hum sem sem com apenas, às vezes, um ovo. E, quase nada, ela fazia um um um bolo de fubá em cima, assim, do fogão de lenha, para a gente tomar um café à tarde. E ela fazia muito pão, quando ela tinha algum... en entrava alguma coisa. Meu pai, assim, ele punha alguma coisa dentro de casa, né? Mas não era o suficiente para tanta criança, né? Faltava leite, faltava... Essas crianças que morreram mesmo, minha mãe, muitas vezes, dava chá, assim, semanas, chá só para eles, que não tinha dinheiro para comprar leite, né?

que não tinha onde você trabalhar. Era apenas um lugarzinho pequeno, com apenas três ruas né, uma cadeia, uma prefeitura, uma igreja. Só. E E, naquela época né, hoje é uma cidade. eh e E não tinha trabalho. Não tinha trabalho e e meu pai era muito Danado, né? e Então, ele fazia um filho por ano, para porque eles eram crentes, crente é assim, né? Podia evitar. Ela tinha todos filhos. O primeiro filho dela foi dua foi gêmeos, ela perde e eu não sei o nome deles, que eu sempre estava atenta a tudo, porque o meu avô ficou com o registro e ele nunca falou. Porque a minha mãe, ela era Ela fugiu com meu pai, porque nem meu avô queria o casamento, nem a minha avó do lado do meu pai queria o casamento.

Entende? Começou assim. Minha avó não gostava. Então, assim, quer dizer, foi assim uma uma vida que ela escolheu e meu pai deixou muito a desejar. Mas ela foi muito. Criou todos os filhos deu educação para. Tan tanto é que, ela quando ela ficou doen, ela morreu com noventa e quatro anos.

Noventa e três não chegou a ser noventa e quatro. E parece que ela tinha um ano acrescentado a mais para poder vir para o Brasil. Então, seria o

os filhos todos sempre com ela. Quando meu pai chegava na cozinha, não ficava um filho na cozinha. Todo ia para a sala. Quando meu pai chegava para a sala, nós íamos todos para a cozinha. Perto da minha mãe, sim. Porque ela foi, assim, a nossa base, a nossa educação, a nossa religião e tudo. Nenhum filho da minha mãe errou. Todos são casados, têm seus filhos, têm suas moradias. Todos eles, graças a Deus. Foi assim que a minha mãe dirigiu a família, que meu pai deixou a desejar. Assim mesmo ele ficou com ela até aos no aos oitenta e seis anos faleceu, meu pai, e a minha mãe aos

Eu percebi que você tinha mais contato com essa irmã de São Paulo depois.

Sempre a gente estava junto, sempre se fazendo. E a nossa família, essa união nós deve à minha mãe. A minha mãe não deixava a gente brigar com os irmãos. Ela falava que os irmãos não podiam se brigar, tinham que se ajudar. E isso ficou em nós, né? Nós somos muito unidos, graças a Deus.

O restante está aqui em São Paulo.

Você ficou um pouco trabalhando naquela casa que era em frente ao mercado. Depois você mudou de empregos?
Mudei. Aí eh eu fui para... A minha patroa tinha família lá, né?

Eu estava com ela há uns meses, uns meses, eu não tenho bem certeza. Eu fiz aniversário treze anos na Casa dela, então eu devo ter ido com ela em fevereiro ou março, né?

E ela me arranjou um serviço aí, para mim ficar perto dela, né? Para gente ter, assim... E aí, numa casa de um investigador de polícia, que eu fui trabalhar lá. Então, quando eu voltei, eu falei para a minha patroa que eu não ia mais trabalhar, que eu não queria mais voltar, que eu queria ficar no interior, estar no... né?

Ela pegou e arranjou outra, né? E eu fiquei, mas assim que terminou as festas de Natal to, e eu já voltei para São Paulo com a minha irmã e fui trabalhar na casa desse investigador.

Desce Esqueci o nome da da rua. Não tem proble É uma Alameda. E ali eu fiquei, né?

E ali eu fiquei um ano e meio. Aí, como eu comecei a ficar esperta com as empregadas dali, né, uma lavadeira, outra coisa, porque a gente trabalhava em casa assim, tinha quatro, cinco empregadas, elas mesmas arrumavam serviço para a gente numa outra numa outra família, sabe? Então, a gente foi eu fui ficando esperta e fui né ganhando mais, ganhando mais. Aí Aí eu, dali, eu fui me virando sozinha.

Aí eu deslanchei sozinha, aí era eu por minha conta. Aí era eu que arrumava os meus empregos. A gente fazia, assim, uma uma das empregadas lá, porque tinha sempre referências, né? Então, a gente deixava uma uma que era amiga da gente naquela casa, que dava referência, como se fosse patroa. Isso nós fizemos. <laughs> Mas não era patroa, era era a empregada mesmo. <laughs> Era assim.

E ele disse que eu... Toda tarde, porque eu fazia isso mesmo.

Trabalhava ali. E ele passava, porque ele já estava trabalhando, pintando aquela casa lá. Ele tinha Era passagem, né?

Já estava de olho em mim, mas eu não não me lembro nem de ter visto ele. Dei aquele pulo, né? Na Na casa que eu trabalhava, eu ganhava mil e cem reais, né? Pedi aumento para a patroa, para poder ficar com um pouco mais, que já cem reais era pouco. Ela disse que para para dar o aumento para mim, ela tinha que dar para todas. Nós éramos em seis empregados ali naquela mansão. E aí, então, eu falei, bom, então se é assim, eu procurei uma casa. Aí a vizinha falou assim para mim, olha... A gente tinha contato com as empregadas dos vizinhos ali, né? Então, ela falou, olha, para mim, você não sabe de alguém que queira trabalhar assim, assim? Eu falei, eu sei. Eu. <laughs> Ela disse assim, quanto você quer ganhar? De mil e cem, eu passei para mil e quinhentos. Eu quero ganhar mil e quinhentos. E ela pagou. Aí

Ela não, era filha de italiano. E eu fui trabalhar lá e lá eu conheci meu marido. No primeiro dia que eu abri a janela, que eu ia limpar o quarto das crianças, né, que eram assim... Eu dei de cara com meu marido pintando lá a janela, né? Janelinha demorou para ser pintada, viu? <laughs> Eu dei Ele falou que eu cumprimentei. Tá Pode ser, né? Porque eu era educada, então eu abri a janela, dei de cara com ele e falei, bom dia, né? Pronto, ele já estava de olho em mim lá, né? É essa mesmo. Aí ele ficou no meu pé. Até que a gente começou a namorar, né? E se casou em dois anos. Um ano de namoro e um ano de noivado.

Me interessei por eles.

Ai, meu Deus do céu, era briga atrás de briga. Era assim, porque eu não ele tinha cartão, batia cartão, certo? Ele não entendia que eu trabalhava em casa de família. E que eu não tinha horário, gente. Eu não tinha horário para sair. Então, nós marcávamos.

Para a gente aquele tempo era cinema, né?

E era um pulinho para ir e para vir, né? Ali de de bonde. Ôh ôh Depois começou a ter ônibus, né? Eh E eu, então, marcava para nós pegar a sessão das nove. Acabava às E a ele ficava. Vinha oito e meia, né? Para rápido a gente chegar no cinema. E eu não saía. Não saía porque era assim. Ah Ai, que Deus me perdoe.

Eu estava terminando de de de servir a mesa, né? Que eu era copeira, arrumadeira também ali. E ele chegava. Eu estava terminando e eu tinha que pôr de novo a mesa. Fazer tudo para aquele E ele me atrapalhava sempre. Eu adorava ele. Deus me perdoe, mas <laughs> era isso. Ele vinha, aí eu tinha que ser... Vinha da fazenda ovos, queijo, manteiga, essas coisas, né? Frango limpo. Aí eu tinha que arrumar para ele queijo, ovos, frango, além de servir ele, além de servir a sobremesa, além de servir o cafezinho, e lá ia para o brejo o meu horário. Eu ia sair quase nove e meia. Ah Ah, era uma co... Chegava ali, ele já brigava. Não sei o que você não sei o que Você fica se arrumando eu não fico me arrumando. Eu punha Eu me arrumava e punha o ves uh a uniforme por cima do vestido. Era só tirar o uniforme e sair. Mas ele não acreditava nisso. Ele dizia, não, você fica fazendo hora, eu fico aqui que nem um palhaço. Pá pá pá Era sempre a nossa briga, era essa. Ô meu Deus do céu Eu assim o eu falava assim para ele, eu não vou casar com você, não dá. Não dá. Aí ele eu pegava, saia. Eu sa uh Muitas vezes eu largava ele na rua e entrava dentro de casa, de raiva, e não saía. Aí, no dia seguinte, tocava o telefone. Era E eu não dava telefone para ninguém, mas para ele, eu estava trabalhando ali, ele descobriu no no na lista. Ele me No dia seguinte, ele estava ali no meu pé. Muitas vezes eu larguei, por causa sempre por causa disso. Maior parte do tempo era o abençoado do bispo que chegava lá. Eles tinham contato né, era amigo. Ele chegava, que ele chegava. Ele não falava, eu vou, entende? Ele chegava. Já na hora da janta ou na hora do na hora do almoço, tudo bem. Mas na hora da janta, né, era difícil. Aí eu atrasava. Era a briga nossa, era essa.

Era sempre, por causa do atraso. Mas eu não era culpada. E eu falava, mas eu não bato o cartão, não tenho horário. Ele não não assimilava, sabe? Ele achava que não. Que aí eu ficava fazendo hora. Realmente, eu era vaidosa, mas não era isso. Mas é era assim. namoro, até que nós casamos. E depois que nós casamos, nós nunca mais brigamos. Nunca. Ah uh Discutimos às vezes assim, porque eu acho que briga é uma coisa, né? E discussão é outra. Por causa dos filhos, por causa que ele... Eh negócio de ir para o baile, de ir para o cinema, de ir acampar, essas coisas. Então, às vezes, eu concordava, às vezes, eu não concordava. Então, nós discussamos, mas era assim, cinco minutos. Daqui a pouco, a gente estava tudo bem. Brigar, nós nunca brigamos. E nem esse negócio de ir dormir no sofá, nunca. <laughs> Não, não também. Então, eu acho que eu ten... E, assim, a a minha vida com o meu marido foi muito legal, porque nós, naquele tempo, era uma caixa só, a nossa caixa. Né eu também trabalhei, ajudei ele para nós termos a a nossa casa. Mas, assim, o que eu tinha na, o dinheiro guardado na no na caixa, na naquele tempo era caixa econômica, ele não mexia em nada sem falar comigo. E eu também não mexia no dinheiro sem falar com ele. Então, havia muito entendimento entre nós dois, né? Deu muito bem. Então, a gente no caso financeiramente, nós nunca brigamos por nada. Infelizmente, com oito anos de casado, ele ficou doente. Para descobrir essa doença. Eu tinha metade da minha casa feita, ia fazer a outra metade, que a gente pobre faz assim, né? Pagar. Tinha todo o dinheiro. Comecei aos médicos. Gastei tudo e não achei a doença dele. Aí fomos para o Sus, né? Era o único jeito.

Aí já era tarde demais. Era uma doença na coluna, que invalidou esse homem, e tinha infecção crônica no tutano da espinha. E aí eu vivi com ele O médico operou, quase ele faleceu nessa operação. Aí começou a complicar tudo, né? Complicar tudo. Mas aí o médico falou para mim ele que ele tinha cinco anos de vida, só.

Eu fiquei lá com ele, pedi licença do trabalho, fiquei com ele lá um mês e vinte dias no hospital. dormindo numa cadeira, porque não tinha outra coisa, né?

E com essa, o médico se enganou redondamente, que ele durou até os setenta e oito anos. E eu fiquei ali com ele cinco anos e ele ficou acamado. Minha vida foi muito difícil. mas a cooperação que eu tive com as minhas filhas, que trabalhavam e ajudavam, até o meu marido ficar cego, porque ele ficou cego por glaucoma, eu trabalhei em firmas né, mas aí ele ficou cego. Minhas filhas já tinham começado a trabalhar duas, e ele tinha a aposentadoria dele né, e a gente foi trabalhando em casa. Ele trabalhou até o fim da vida dele, até os ele ficar acamado cinco anos, que que ele ia fazer uns joguinhos que a gente já fazia quando ele tinha visão. Ele pegou tanta prática que, mesmo cego, ele continuou fazendo esses joguinhos de Natal.

E ele continuou trabalhando até o fim com esses joguinhos e só deixou de trabalhar quando ele ficou acamado mesmo, que não cinco anos acamado. Aí não teve jeito. Teve muito problema, ainda foi tudo complicando. Todos os medicamentos que ele foi tomando e que ele tinha tomado erroneamente prejudicaram muito a vida dele né. Essa glaucoma, ele ficou cego mais de vinte vinte e cinco anos Por aí mais ou menos Total, né? E eu posso dizer assim que eu fui uma enfermeira vinte e quatro horas. Ele se apegou a mim. Quando ele ficou cego, ninguém podia pôr a mão nele. A única mão que podia pôr a nele era a minha. Então, às vezes, as pessoas queriam me ajudar quando eu ia levar ele para os para os médicos, e eu pedia, por favor, não ajude. E aí ele ficava tão nervoso que ele tremia dos pés à cabeça. Era só a minha mão. Ele é que eu pegava, ele conhecia. Ele já ele era tão assim bacana, cooperou muito, ele não se queixava, por mais dor que ele tivesse, não se queixava. Aceitava tudo, tudo, tudo que eu fazia. Ele aprendeu a levantar as mãos e pegar assim, pôr assim até o copo, para não derrubar. Ele não derrubava copo, ele não derrubava ah ah prato, ele não derrubava nada. Ele já sabia tudo. O prato ele ia devagarzinho assim, pegava no prato e comia. Foi maravilhoso. Que ele Ele me deu trabalho, mas me ajudou nesse trabalho, porque ele não reclamava. De jeito nenhum. Até o fimzinho da vida dele, ele não reclamava. Podia ter a dor que tivesse. Ele falava assim. Às vezes, ele falava... Ele ele foi na fralda, né? Às vezes, eu brigava com ele. Ele já estava encharcado demais e não me avisava, para não me dar trabalho. Era assim. E eu é que tinha que sempre estar olhando, né? Ele ficou cinco anos na fralda. Assim, foi foi muito difícil. Mas, né? Como ele cooperou muito comigo, Enquanto ele podia... Porque ele ele tinha um primeiro ele ficou cego de uma visão, depois da outra. Enquanto ele podia, ele fazia todo o serviço da casa, enquanto eu trabalhava. Quando eu chegava, era uma maravilha. A comida já estava pronta. As roupas eu deixava lavada, ele estendia no varal. Então, foi uma cooperação muito, muito boa. Não posso me queixar, não. Ele foi maravilhoso até o fim. Graças a Deus eu tive essa (sorte) sorte. Por e, nossa, depois com os meus pais, com os outros que eu vi, os doentes ficam irritados, xingam, brigam, batem, não querem aquela comida. Eu Eu vi coisas assim. Nossa, eu fiz três anos de asilo para eu aprender a lidar com velhos, porque eu tinha muito velho em minha volta, sabe? Eram meus cunhados, meus tios, meus avós, e eu ficava assim olhando meus pais. Eu fiz três anos de asilo voluntário para eu conhecer. E conheci muita coisa lá dentro. Foi onde eu superei, né? Hã Muita coisa. Aprendi a a a lidar com velhos, sabe? Fiz isso mesmo com o meu marido vivo. Eu fui morar eh... ele quis morar na so... eu eu fiz tudo. Fui morar três anos na praia para ver se ele melhorava, né? Se Que o clima lá era outro, com a irmã dele que tinha uma casa lá. Então, eu fui morar com ele lá. Aí Né nesse lugar é que eu deixava, êh ele acabava de almoçar, deitava na cama, ele dormia até as quatro horas.

Fiquei três anos trabalhando lá nesse nesse asilo como voluntária. Eu fazia isso para eu aprender, lidar com velhos. Porque também a as irmãs dele eram eram três. Eram duas irmãs velhas né e meu cunhado velho. teimoso e tudo. Então, sabe, deixa para lá e. Eu aprendi a viver. É, é pedra. É É, vamos dizer que é pedra. Pedra, pronto. Concordar com tudo é a melhor a melhor coisa dessa vida. Concordar com o velho, sabe? Mesmo que ele esteja errado. Porque se você não concordar, é briga, na certa. Nossa. Dá cada fuá por causa disso. Então, vamos concordar, né? Melhor. Hunf E foi assim. Até que ele faleceu. Aí sim. É quando ele faleceu, Viva a minha liberdade. <laughs> E aí fui viajar, viajei.

Fui muitas vezes para Goiânia, fui para Cuiabá, fui para o Paraná. Viajei a eu estou parada só há dois anos, viu? <laughs> Por causa de de de que né... Agora a gente já complicou meus minhas meus pés, e tenho tiróide, tenho eh... Então, agora está mais complicado. É médico, médico, médico, médico. Mas, é assim mesmo É só melhorar um pouquinho, tem uma brecha eu saio para viajar. Eu também sou voluntária, trabalho também, então, assim, voluntário trabalha quando quer, né? <laughs> <laughs> Então, eu vou. Eu faço eh, nós fazemos panos de prato, fazemos eh coisas na igreja para juntar. Arecadar dinheiro, bazar, eh almoço, pizza, essas coisas que a igreja faz, né? Chás para juntar dinheiro para para para fazer cesta básica. Temos quarenta e poucas famílias que vão buscar essas cestas básicas.

Então a gente faz assim.
Porque eu vou Deixe o meu tempo. Voltar bastante, porque você falou bastante coisa interessante, agora que eu Sei Queria saber um pouco mais. Então, sai, pergunte. Você falou do cine paulista Falei, E eu fiquei curioso para saber como é que foi conhecer cinema, como é que era... Ah, era que co eh ah

Para o para o como é que fala Vamos pegar um cinema para a gente se conhecer melhor? Era assim. Hoje acho que é barzinho, né? Mas, antigamente, eh era cinema. Olha, vamos vamos pegar um cinema, vamos assistir um filme para ver.

E tinha o... Como é que eu falei?

Majestic e o o Cine Paulista?
Paulista.

Né e é nisso aí que a gente ia mais. Também ia no Majestic. Mas, naquela época, era assim. Os cinemas na cidade.

Eh o que mais frequentava era esses dois. Tinha o da República, que começou também, o Cine República, e depois tinha o mais

Esqueci o nome daquele cinema ali. Era um pulgueto Todo mundo chamava que ele era pulgueirinho. Tinha muita pulga lá. <laughs> Era tudo enta carpetado, tapetado, sabe? E acho que a limpeza não era muita. Tinha o Cine Glória, tinha o Cine Metro. Ah Metro eu ia bastante também.

Muitos filmes épicos passaram ali. Era assim. Então, na Era só cinema aí. Então, a gente para... Qualquer coisa assim, vamos no cinema, vamos nos conhecer, vamos vamos pegar um cinema. Era assim, sabe?

Era só eles que iam comprar cigarro e a gente ficava lá na porta. Ou então, para lá um pouquinho da porta do bar.

A gente nem entrava em bar, não. De jeito nenhum. E nem entrava em carro de jeito nenhum na minha época. Carro de jeito nenhum. É quer dizer, quem, né? Se prezava. Não entrava em assim carona de jeito nenhum. Entende? Era assim <laughs> nessa. Na minha época era assim. Então, tinha esse cinema. E o meu marido era torrão, sabe? Quer dizer, nós éramos noivos, né? Aí teve uma <laughs> eu fiquei estudando ele.

Era era do contra, Aí, então, eu já peguei o jeito. Aí, quando eu queria assistir um filme do de um, eu falava que queria ir no outro. Aí, então... Ah, não, vamos no outro. Era aquele filme mesmo que eu queria assistir. Então, <laughs> eu fazia isso com ele. E você passou por E ele Isso? Eh e ele e e ele e e Ele nunca pescou isso, viu?
Pode Então Perguntar. E você acabou conhecendo São Paulo muito, né?
Nossa, eu conhe olha, eu não vou dizer para você que eu conheço São Paulo inteiro, porque eu não conheço, né? Mas eu sou uma pessoa que eu conheço bem São Paulo, viu? É o pé Mas eu sou assim, eu pego o endereço, eu procuro saber que ônibus que eu vou pegar, que ônibus eu não vou pegar, por telefone, Aí eu chego lá. Com endereço na mão, eu chego Lá eu acho que até na Europa, se eu for lá, eu chego lá também. <laughs> Porque eu sou ins persistente. Eu conheço muitos lugares aqui em São Paulo. Nossa, demais. E muita gente também. Para vocês terem ideia, eh esse ano eu passei sessenta e cinco mensagens no Natal para as pessoas. Correr assim, eu gasto bastante. <laughs> Gasto bastante no fim do ano. Meu Meu abono, eu reservo uma parte para para isso. <laughs> A Adoro fazer isso. Então, o que mais você quer saber dos cinemas?

Agora eu vou te Filmes Perguntar um pouquinho sobre... Po pode falar dos filmes.
Ah, os filmes eram, assim, o maior espetáculo da Terra, no Cine metro, que eu assisti. E fiquei conhecendo o Capitão Sete e o Lima Duarte. Eles estavam atrás de mim, no cinema. Eu vi eles, quer dizer, não falei com eles, né? Tempo a gente não podia falar, ainda mais com o namorado, de jeito nenhum. <laughs> Mas eles estavam atrás de mim, o Lima Duarte e o Capitão Sete na na da televisão. Assisti muitos filmes épicos. Hã O Manto Sagrado, Sinal da Cruz, eh Rainha Virgem, eh Ivan e Noé, todos esses filmes assim né esses filmes épicos que passou na época, eu não perdi um. A gente não perdia. Filme da semana, a gente não perdia né. Né A Dama e o Vagabundo, eh um monte de coisa um. Filme do do quando saiu dos desenhos da Branca de Neve, eu assisti três vezes a branca a a a Cinderela. Foi um que eu a que eu gostei mais. Branca de Neve é muito bonito, mas eu achei assim mais interessante a Cinderela. Eu assisti e eu fui três vezes assistir esse mesmo filme. Então, é assim, eu assisti muitos filmes gostosos naquela época, filmes de guerra né, com a Ingrid Bergman, com com aqueles artistas, Charles Boyd, com... Nossa! O filme, deixa eu ver... Eu conhecia quase todos os artistas daquela época, né? Eh Duty Lamour, eh Chris Kelly, deixa eu ver quem mais... Hã eu gostava muito do... Duty Lamour, deixa eu ver quem mais... Claudette Kober, Gary Koper, essas coisas. Esses artistas aí, muito mais né, que a gente não lembra de todos, todos. Eram muito legais os filmes. Quando passavam filmes daqueles artistas que trabalhavam muito bem, a gente ia assistindo. Bette Davis, essas coisas.
Esse era o meu tempo né.
Vai só trocar O meu pai falou assim, trê minha filha, três meses de casamento. Eu falei, opa, pode parar que eu não estou precisando de casar, não. Aí eu falei assim, pai, que ia fazer tudo bonitinho. O senhor pode ir embora Larguei meu pai lá no meio da do jardim, peguei o meu namorado e falei para ele, de agora em diante nós vamos namorar escondido. Pronto. <laughs> <laughs> Eu fiz assim acabou. Eu quis fazer a coisa certa, né? Mas aí E quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, Ele falou assim, você não tem vergonha? Sua irmã mais velha aí nunca namorou e você... Eu tinha dezesseis anos naquela época, e a minha irmã Nós somos só um ano de diferença. Nunca namorou, a exemplo, e você está aí com dezesseis anos já querendo namorar. Aí, eu como eu não tenho boca grande, eu falei assim, não não sei como não apanhei, viu? Com anos, a minha mãe já era mãe. Fiz assim, sabe? Falei assim, mas eu não preciso casar. Eu quis fazer tudo direitinho. Agora acabou. Falei com a minha mãe só. Mãe, só a senhora vai saber. O dia que eu trouxer um homem aqui dentro da minha casa, da da para esta casa, é para casar. E eu e eu, olha, fui namoradeira, viu? Ah, fui. <laughs> E fui namoradeira mesmo. Porque eu não tinha dinheiro, gente. Então, eu namorava para ir assistir os filmes da semana. <laughs> É verdade, <laughs> eu fazia isso. <laughs> Então, eu só namorava para ir para eh. A primeira coisa que eles faziam, vamos pegar um cinema para se conhecer melhor? Ah, eu não dava telefone, não deixava levar eu para casa. Eu nunca andei sem uma condução, dei meu dinheirinho dentro da bolsa para ir para voltar, até um pouquinho mais, economizava. Eu era assim danada. E namorei mesmo. Namorei Nunca escondi isso do meu marido. E eu falei, olha, e ele também namorou bastante. Então, deu certo, mas não... namorei mesmo bastante. E só levei o meu marido lá quando eu fui para casar mesmo. Fiz o que eu prometi para a minha mãe. Porque meu pai já não contava mais nada, né? Era assim. <laughs>

O que mais você quer saber? E o casamento da... Ah, foi foi muito bom, e né? Apesar que quando ele ficou doente, acabou tudo, né? Ele tinha... nós tínhamos oito anos de casamento, quando o casamento acabou. Sabe que a espinha inutiliza um homem, e ele ficou impotente. Nossa, foi difícil essa fase. Gente, ele esmurrava a parede. Foi muito difícil, mas superei. Aí eu tive a paciência, né? Superei essa fase. Aí quando ele viu, ele acalmou, né? Tudo, aí a gente, né? Mas foi muito difícil para ele, né? Mas fui levando, levando, e eu fiquei com ele até o fim. Nesse tempo

Três. Três filhas, mulheres. E como foi ter esse seu Ah
Meu Deus do céu. Quem disse que o meu marido deixava eu ir para o hospital?

Porque a gente era pobre. Eu fiz fazia ficha, tudo, mas ele não deixava eu ir. Era a parteira em casa. Porque tinha acontecido que tinham roubado uma criança para.

Nossa, ele ficou apavorado. De jeito nenhum. Eu fazia tudo. Deixava tudo lá. Então, nó ele arrumou uma eh parteira que eh trabalhava com médico. Quando eu precisava, trazia o médico, né? E com essa eu tive os três filhos, as três filhas em casa. E ele ali junto comigo, vendo tudo. Eu acho que isso me valorizou muito, eu viu? Por causa disso né. O sofrimento de uma mulher quando tem um filho. Ele ali junto comigo. Porque os maridos antigamente não ficavam junto com as mulheres, mas ele ficava. Ficou ali comigo. Então, foi ele. A vontade dele. Sempre eu tive os três em casa. As três. Com parteira. E graças a Deus, deu tudo bem, né? Saiu tudo certo, não teve problema nenhum. Então, eh tudo por causa dele, né? Porque por mim, eu tinha no <laughs> hospital. <laughs> Mas ele não Então, foi assim que eu tive as três filhas, né? E elas cresciam, eh sempre na dificuldade, porque um homem doente e eu ganhando muito pouco, né? A gente quando não tem estudo, né? Então, eu fui ter no início, mas depois, por causa da minha visão, já não dava a mim passar os fios no listo, então fui obrigada a pegar qualquer coisa para trabalhar, né?

Ganhava mais do que ele.

Quando eles mudaram para lá, eles mandaram todos os novatos embora e eu caí nessa malha, né? Fui mandada embora e recebi um bom dinheiro, já tinha um terreno que eu tinha comprado, nós tínhamos comprado os dois, construí minha casa. Então, foi assim, né? Trabalhei nessas duas casas aí e foi assim.
E essa foi a casa que a senhora disse que construiu até a metade depois. Construimos até a metade
Isso. Ergui o que eu O dinheiro que eu recebi, eu foi meu pai e meu irmão que me ajudaram bastante também né. Ele servia para meu pai é pedreiro né, nesse ponto ele me ajudou. E meu irmão também veio, trabalhou, então eu não paguei eles.

E dava o dinheiro para para ele dar para a minha mãe fazer a compra da das crianças né. Antes de trazerem, eu já fiz isso. Já deixei uma quantia na mão da minha mãe para ela ficar. se sustentando, né? Porque eu tinha recebido um bom dinheiro. E, para ela se sustentando, e trouxe os dois aqui, porque o meu pai só bebia e estava sem serviço na época. E eu dei essa força para ele né e E toda vez que ele voltava para lá, eu mandava o dinheiro e já va já avisava a minha mãe para pegar né. <laughs> Depois Ele não tinha como gastar, porque depois, logo, logo, ele tinha que voltar para para continuar o trabalho. Foi assim, né? Que ele me ajudou num ponto. Depois, eles moraram na minha casa dois anos. Dois anos. É dois anos eles moraram na minha casa, porque minha sogra morreu. E a minha eu morava com a minha cunhada. No início da minha vida, fui para lá, né? Fui morar com a minha cunhada, com o meu cunhado, com o meu irmão, com cinco pessoas. Nossa, a a liberdade da gente foi para o brejo. Mas, eu vivi dois, três, quatro anos com eles lá, até que eu fiz a minha casa. Então, aí, eu dei a casa para o meu pai morar, para quê para tirar ele de uma situação de que bebia, né? Aí, veio para cá e a gente já junta aqui tudo, a família. E foi até o meu marido que falou, vamos trazer eles para cá. Falou com o meu irmão mais velho, vamos buscar eles lá. Porque lá não dá para ficar bebendo e as criançada tudo passando necessidade, né? Tinha, quer ver? Tinha seis crianças lá. Eram seis, dois, era quatro, cinco. Cinco crianças lá, pequenas. E eu ia Então assim, a gente ia ajudando, minha mãe ajudando, né? Até que... Quando ele veio para São Paulo, ele melhorou com a bebida. Ele melhorou porque a minha mãe fez uma coisa.

Mas na hora que a pessoa bebia, minha filha, ficava ruim para morrer. E isso tirou meu pai da bebida.

Isso foi um farmacêutico. Ficou pena da minha mãe de ver tanta criança. Ele era muito amigo da nossa fa da nossa família. Ele falou, faz, não vai não vai não vai acontecer nada. E, de fato, tirou o meu pai da bebida. Ele começou a trabalhar, melhorou a situação, né? Começou a trabalhar e já... Pôr o dinheiro Daí não tinha como escapar, já estava velho. Aí dava um pouco de dinheiro em Ainda dava um pouco de dinheiro em casa e o resto ele <laughs> Ele era triste, meu pai. Eh Mas foi indo, foi indo. Deu tudo certo.

Eu parecia uma mecânica, vivia cheia de graxa. É uniforme. E aqui a senhora é muito branquinha. E aí ficava <laughs> suja de graxa. Mas eu trabalhei uns quatro meses na na limpeza dos teares, porque eu juntava muito algodão, tinha que engraxar, essas coisas né. Eu fazia isso, o serviço mais sujo da da da tecelagem. Daí, a a a chefe lá, apareceu uma uma vaga no carimbo. Carimbo era assim, quando a a a o rolo de fazenda tinha um certo tamanho, tinha que carimbar para para cortar e começar outro. Não podia passar daquele daquela metragem, entende? Então, eu eu vi aí eu peguei o carimbo. Era um serviço mais limpo. Era só carimbar, né? E ajudar ela a tirar a coisa. Vinha, tirava e colocava a outra, é assim. E, com isso, eu tinha tempo, né? Eu tinha tempo. Eu ficava rodando. Era setecentos e poucos reais. A gente se comunicava por gesto, porque o barulho era muito, né? E aí, então, passei para o Carimbo. do carimbo Eu era eu tinha tempo e comecei a aprender a a trabalhar no Cê á, a ajudar as tecelãs. Elas iam no manhã e ficavam tomando conta do.

E aí fui. Aprendi o serviço né. Aí, uma da da... a minha chefe... saiu uma da do... eram seis tear.

Aquelas lonas que faziam cadeira de preguiçosa, aquelas que tinham aquelas listrinhas assim, sabe? As lonas que faziam sacolas, tapetes, passadeiras. Era nisso, tear. Era oito tear daquilo. Eh É um serviço muito pesado. Mais pesado que o algodão, do que a do que os outros. Então, aí ela falou para mim, tem tem oito tear, você quer pegar?

Aí eu peguei.

Coisado como Tecelã, na minha, né, e passei. Aí passei como Tecelã, aí sim, eu trabalhava. A gente não tinha tempo nem, sabe, porque era muito rápido para acabar a trama, porque era fio grosso. E os calos aqui, eu tinha calos aqui. Eu tinha uma uma facilidade para para ah desmanchar panos, que às vezes ti tinha uma colega minha lá, que tinha que dá a abria o rombo, tem rombo, né, que a lançadeira abria. Eu lá com ela, tu tu tu tu tu tinha. Até hoje eu tenho guardado ele. Foi um mecânico lá que me fez. É uma agulha, assim, comprida, né? Com ponta, que tem um um um rolinho assim. É de um... É de fio. Fio de... Mas é é é metal. Então, a com aquilo a gente fazia assim, e tirava a trama rapidinho. Rasgava, tirava a trama, arrumava e tinha uma prática tremenda disso. E, com isso, eu não me apertava nessa ne ne nessa coisa. E eu conseguia ganhar mais dinheiro do que o meu marido. Quando eu fui indenizada, certo que eu ganhei uma boa indenização. Naquela época, trinta e sete mil era muito dinheiro né. Eu tinha férias, tinha eh décimo terceiro, tinha anos de casa e. Então, foi com esse dinheiro que eu construí minha casa.
E, a casa, vocês construíram até onde? Porque foram muitas pessoas depois morando na casa, né?
Foi. Morou, morou essa... Ah, então, e aí, por necessida, porque depois que meu pai saiu, eu morei mais alguns anos, e quando minha sogra faleceu, que eu sempre morei com a minha cunhada, né?

E a gente se dava muito bem e. E quando ela não tinha filhos, os filhos dela eram minhas filhas, e ela... A família toda fez reunião e pediu para que eu voltasse morar com ela. Eu já estava na minha casa né. Aí foi quando eu pus meu pai né e fui morar com eles até... não sei nem se quantos anos, porque eu não tenho muita lembrança de quantos anos eu morei lá com eles. Porque depois disso eu aluguei a minha casa para me ajudar no orçamento né. Meu marido ficou dois anos sem receber nada do í êne ésse Então, era só o meu salário, que era um pouco mais do que salário mínimo, né? Trabalhando.

Isso foi na hora que ele ficou doente, né?

E era pouco o meu salário, né?

Ali era demais. Ganhava mais que o salário, mas era não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. E era direto o serviço né. E só tínhamos dois duas folgas, eleição e finados. Só. O resto a gente trabalhava Natal, Ano Novo, até meio-dia. Tinha que ir trabalhar lá no clube. É muito puxado. Fiquei dois anos nessa vida. Aguentando o fim, porque tinha que que pôr alguma coisa dentro de casa, né? Ele não recebia. Foi quando eu aluguei a casa, para para para ajudar esse orçamento, né? E assim eu estava morando com a minha cunhada lá. E eles eh queriam que eu morasse a vida toda com eles, porque eles não tinham filhos. Os filhos deles eram minhas filhas, né? Tanto é que eles deixaram a casa de da da praia para as três meninas, para as três minhas meninas.

A casa da praia foi da deixada para elas. E fez esse em papel em vida ainda, né? E a a amizade que a gente tinha, né? Eles me ajudaram muito, né? E ficavam com as minhas crianças enquanto eu trabalhava, né? É isso aí. Foi assim.
E a sua relação com as com as suas <coughs> filhas a ao longo da infância?
na escola, maravilho, no no quarto ano. Quando eles entraram para o ginásio, começou modificar. Já não era mais tanta obediência, porque eu ia levar a, porque a pequena trabalhava de dia e estudava de noite, né? E para ela entrar na noite, a diretora fez eu assinar um papel e tinha que levar e buscar essa menina, a segunda filha. A primeira tinha idade, né? Mas a segunda filha. Então, eu ia, E aí, a a os colegas falavam assim, a mamãezinha veio buscar a filhinha, entendeu como é que era? Começou a modificar o comportamento um pouco delas. Se elas tinham uma sa a saia era aqui, elas enrolavam na cintura porque a saia tinha que ficar aqui, né? E aí foi. E aí a Eu era um pouco mais rígida que o meu marido, porque um que ele era... cego, né? Ele nem viu as filhas dele, assim. Viu a a mais velha um pouco mais. Depois os outros ele não conheceu, o genro dele nem nada. Conheceu o primeiro, que casou com a minha filha mais velha, ele conheceu pouco tempo, dois anos só. Depois ele ficou cego e depois ele não não... E essa minha filha se separou desse marido. Então, assim, depois o comportamento delas foi mudando. Quando eles entraram, entrou no ginásio, passou para o colegial. Piorou o comportamento delas.

Talvez eu fosse um pouco mais eh... Como eu tinha uma educação né mais rígida, acho que também eu falhei um pouco ne nessa parte, né? Mas, não. Elas eh estudaram, tiraram o colegial com toda dificuldade. Então, eu sentei com o meu marido e falei, vamos vamos fazer o seguinte, vamos usar o meio-termo, né? nem tudo tudo nem não nem Nem tudo, tudo, nem pouco, pouco, né? Então, um pouco nós temos que deixar para... para dar, para não dar atrito, né? ah ah

Portanto, ela era, assim, mais liberal, sabe? Ela queria fazer acampamento. Então, um dia ela veio para mim e disse, a senhora deixando ou não deixando, eu vou acampar. Eu falei, vai falar com o seu pai. Ele escutou. Aí ela, ele chegou nela e falou, pai, eu posso ir, não sei o que? Ele falou assim, eu já escutei a sua resposta. O que é que eu vou falar para você, não vai? Você já disse que vai. Vai. Fez assim para ela né. Ela tinha aqui uns dezenove Anos ela era a mais rebelde da turma. Aí passou, passou. Aí ela queria muito ir para Espanha. Ah, vou para a Espanha, vou para a Espanha. Já tinham tirado o colegial e já estavam trabalhando. Falei, pode ir para Espanha, mas quando você tiver vinte e um anos. Agora não. Aí ela fez vinte e um anos.

Ela veio, assim, eu estava estendendo roupa. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Eu falei, você já fez vinte e um anos, agora você pode tudo. Fiz assim. Porque agora eu não não me responsabilizo mais por você, nem eu, nem o seu pai. O que você fizer, você pode ir para a Espanha, pode não sei o que... E a outra, então, a caçula queria muito ir no Silvio Santos. E meu marido falava, você não vai no auditório, de jeito nenhum. Quando eu tiver vinte e um anos, você vai?

Falei, agora você já pode ir no Silvio Santos, filha. Ela nunca foi. Era só para atazanar mesmo né. <laughs> Quer dizer, é assim, né? Mas hoje em dia, ho são mães, né? Agora sim. Eu sou muito valorizada por elas. <laughs> Agora sou. É até assim, eu fiquei viúva, mãe vai morar comigo. Mãe, vai morar comigo? Vai vai morar comigo? Não, não morei com ninguém, moro sozinha. Quer dizer, sozinha não. Aluguei parte da minha casa, que é grande, e eu fiquei num quarto, num banheiro, é só. Minha casa. Mas estou feliz lá porque é meu reino, estou ali. Eu minha vizinhança é de cinquenta anos, eu tenho uma boa vizinhança, me dou com todo mundo, e estou feliz por estar assim. Saio, fecho minha portinha quando eu quero, O vizinho do fundo é filho da minha vizinha, que é assim que eu falei em alugar, ele casou e ficou com a minha casa. Ele paga bem o aluguel e dá tudo certo. Ele cuida da minha casa, eu saio para onde vou, volto, está sempre tudo em paz. É assim. Me dou com todo mundo ali. A gente fazia chá, gente. Fazia chá assim, na tarde, na casa de uma.

Então, a gente partiu ajudar um outro, outro que vinha. Na minha rua, agora, estão morrendo os velhos, então, as casas estão sendo vendidas e tem gente, inquilinos. não tinha inquilinos, era só família. A gente tem terceira geração ainda na rua, já, morando ali. Quer dizer, é um eh muitos anos convivendo ali, né? E ali na rua é é um, cada um ajuda o outro ali. Não Não tem... Se a gente tá com a janela fechada há muito tempo, às vezes dorme um pouquinho mais, já vem gente apertando a campainha para saber se está acontecendo alguma coisa. E assim a gente olha um ao outro, porque a vizinha da frente foi a mesma coisa. Ela faleceu na casinha dela, viúva também. Ela... Foi assim, ela deu algum problema nela, a televisão estava ligada e ela caiu no sofá, ficou, né? E a gente conheceu o dia, nada, dela abrir a porta, aí já foi no vizinho, a outra vizinha já falou, não, não. Aí o filho dela já pulou o muro, foi lá, a porta tava aberta, né? Ela ainda não tinha fechado a porta da cozinha. Ele entrou pela cozinha, ela tava deitada na na na sala, ainda viva. Porque deu derrame nela, né? E a televisão ligada. Por isso que nós falamos, está tudo fechado, televisão ligada. Tem alguma coisa. Aí levaram para o hospital e, assim, lá depois ela faleceu, né? Mas ainda foi viva para o hospital. É assim lá, todo mundo se olha Sabe então, estão num lugar maravilhoso, que é difícil de achar aqui em São Paulo, né? Uma coisa assim, não é verdade? Tem vizinho que nem se comprimenta, nós ali não. Agora é que está entrando. Os inquilinos. Agora já tem mais gente assim. Já não é. Nós fechávamos rua, fazíamos festa. Vaca, todo mundo ajudava um pouco. Fazíamos festa de São João, Santo Antônio, São Pedro. Essas coisas, sabe? Quando é é jogo, então, é todo mundo em frente à rua para essas Até hoje enfeita a rua. quando é É campeonato mundial. E eu gosto de um futebol, viu? <laughs> Eu assisto jogos até de fora. Quando tem jogo, eu assisto jogo. Não estou assistindo a outra coisa, não. É jogo mesmo. Dentro da minha casa. Só em dia de chuva.
O que mais?

É, que ali eu fui para o asilo para conhecer.
E conta um pouquinho para a gente desse período.
Era difícil. aj ah ó Olha, tinha o meu marido doente. e duas cunhadas velhas e meu cunhado velho. Assim que eu cheguei lá, ele já porque fui eu né eu sempre morei com eles e eu sempre ia para a cozinha, eu adoro cozinhar. Meu cunhado já queria que eu cozinhasse para todo mundo. E eu falei para ele, não dá, porque eu não vou não vou me eu já tenho ele para cuidar. A comida dele é diferente. Ele é na ele é diabético, tem uma porção de problema, eu estou sempre com nutricionista. É bem diferente da comida de vocês. Eu não vou poder fazer duas comidas, ainda cuidado dele, não dá. Ele a ficou assim. Ele queria que eu fizesse a comida, porque a minha cunhada, para cozinhar, era um desastre. Mas, em todo <laughs> caso... Então, eu sempre... Eu nunca... eh Quando eu morava com eles, era eu que ia para o fogão, sabe? Mas aí ela ia lavar louça, que eu não gosto muito de lavar louça. Lavava louça. Então, assim, ele ela queri eles queriam que eu fizesse muita coisa para eles que eu não podia fazer, né?

Coração de ouro, viu, gente? Mas eh não gostava muito de arrumar casa, nem de... Eu não sei o que é que ela gostava de fazer, para falar a verdade. Ela tinha a pachorra de ficar duas, três horas sentada no sofá sem fazer nada né. Nem de televisão muito ela não gostava. Ficava olhando a rua, gente, passar para cá e para Era assim. Mas era muito boa. Quando ela era mais nova, tudo ela cuidou das minhas filhas. Eu só devo muito a ela né. Mé a gente tinha uma uma Eu nunca fiz questão de que ela fizesse ou não fizesse. A gente nunca brigou. Tinha uma amizade muito boa. Já com a mais velha, nossa ela tinha muito ciúmes. Quando eu entrei na minha família, a minha sogra só faltou eh... Bom, para contar isso aqui, eu tenho que contar que meu marido tinha vinte e oito anos quando eu conheci ele, né? E ela tinha já setenta anos, ou menos, sessenta e nove para setenta anos, quando eh meu marido começou a namorar comigo, né?

Que ela não queria morrer e deixar ele solteiro, dá para entender? E meu marido, eu nem sabia disso. Ele era boêmio, mas eu não eu só fiquei sabendo disso depois de casado. Que ele era boêmio. Mas eh depois que casou comigo, não. Nunca saiu de casa. Sempre fez tudo, né? Então, ele deixou a boemia para lá. E eu não sabia disso, né? Então, acontece o quê? Acontece que...

Ela falava, ah, eu vou, quero ir lá, eu levava ela eh eh.

Como é que vai fazer? Falei, você vai na frente. Pega na mão dela que deixa o resto aqui atrás. Aí, então, ele subia no ônibus pegava, puxava ela e eu pu... E ela subia.

E ela me adorava por causa disso, sabe? Porque tudo eu fazia. Também ela fazia tudo que eu queria também. E ela me elogiava muito.

Onde estava uma, estava a outra, e nós fazíamos tudo junto, e nós íamos nos lugares juntos, e fazíamos tudo junto. E ela tinha um ciúmes danado. Essa era a pe é a mais velha da família, era a pedra do meu sapato, e eu era a pedra do sapato dela. Era difícil a nossa convivência. Mas, mesmo assim, Eu fazia por viver, né? Ela fazia os desaforos dela, ela fazia as coisas, sempre. Um dia ela brigou tanto comigo, assim, começou, sabe, o dia todo espisinhando, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo, e eu escutando. Aí eu fui e avancei nela. Aquele dia eu avancei nela, perdi a paciência. Eu sou sou muito pacífica.

Falei assim para ela, você não tem coração. E fui falando. Aí ela disse assim para mim, ela olhou assim para mim e disse, nunca mais vou brigar com você. Assim. Primeiro ela me atazanou até eu perder a paciência. Aí eu olhei para ela, larguei dela e saí. Você sabe, gente, me senti tão mal, mas eu senti tão mal, ela me me desarmou e eu me senti mal. Nunca mais nós brigamos mesmo depois disso. Quer dizer, nunca mais ela me atasanou, né? Porque eu não fiquei... Aí foi por isso que eu voltei da praia. Falei, não fico mais aqui porque eu não quero brigar com essa camarada aí. Eu ainda vou eh eh perder a minha existência nessa... Porque eu sou cardecista e eu não quero perder a minha existência nesta terra. Então, eu eu saí. Eu saí né. Aí eu vim para São Paulo de novo. Mas eu fui fui morar lá por saúde do meu marido, né? E para sair um pouco do do de São Paulo, né? Para ver se melhorava a saúde dele.

Morei três anos lá também. E só saí de lá por causa que meu ma eu eu fiquei doente. Eu tive problema de de hérnia, quase na no umbigo, e veio assim muito forte. Para não estourar, precisei ficar de repouso e depois de uns dias eu fui operada assim Aí a minha filha mais velha foi para lá para ficar, porque meu marido doente era eu que cuidava dele, né? Ela falou assim, não. A senhora não vai ficar mais aqui, não. Porque eu não vou vir mais para cá e. E a casa lá foi vendida, né?

E aí eu voltei para São Paulo, dois anos depois ele faleceu aqui.

Adoro aquilo ali. Uma paz nossa. Eu adoro o mato, sabe? Eu adoro rio. Não gosto de praia, não. Mas nem de areia. Mas foi assim que aconteceu tudo isso.

Aí começou a minha liberdade. Aí Não no início, quando ele faleceu, assim que eu eu enterrei ele, quis quis fazer bom. Acabou de pôr a última a minha minha filha-mãe, vamos vamos sair. Falei, não, quero ver a última pasada em cima disso aqui.

Eu morei lá e eu fiz um plano de funerária lá. Ah Aí eu falei assim para a minha filha, agora a minha missão está cumprida. Não tenho remorso nenhum, fiz o meu meu dever até o fim, agora viva a minha liberdade. Eu não me entreguei, né? Ficou vazio assim, porque você está acostumada a levantar e fazer isso, dar dar dar banho, fazer isso, fazer aquilo todos os dias. Mas a sorte que a minha filha, a mais a caçula, tinha pegado uma ela não tinha filhos, e ela pegou uma menina para criar.

Criou nas trompas. E era de tudo defeitoso. Era uma menina. E ela deixou no Hospital das Clínicas para estudo. E a depois daquilo, ela não não engravidava de jeito nenhum.

Com três dias de E aí, essa menina, eu tinha... aí eu me equipei com ela, né? Eu comecei a fazer a sopinha dela, dar banho nela, cuidar dela.

Isso daí nem deu tempo de eu lembrar que eu tinha todos aqueles problemas lá atrás. Esqueci. E aí, então, foi que eu comecei a viajar também. Aí eu fui. Fui para Comecei a viajar para o Paraná, para para Goiâ... fui até Cuiabá. Tenho sobrinho lá. Onde eu tinha parente, eu fui. Viajava muito, passeava muito. E O Paraná eu fui quatro vezes lá. E não é no meus não são minhas famílias. É família da eh São famílias da sogra da minha filha do meio. Mas como eu e ela.

E ela é sogra da minha filha, eu sou sogra do filho dela né. E a gente se dá muito bem. Apesar que a minha filha não gosta dela mas. Isso é problema da minha filha. Eu sempre fui assim. Problema seu e não meu. Então, não tem problema. Eu vou com ela para tudo quanto é lugar. E nós fomos. A família dela eu conheço tudo lá no Paraná. Ela tem irmãos a beça lá.

E a gente, quando vai lá, faz assim. Vai visitar um e outro outro outro, sabe? Sabe então, a gente fica assim, às vezes, quinze, vinte, vinte dias. Eu já cheguei a ficar um mês lá visitando. A gente vai para o sítio. Maravilhoso. Maravilhoso lá. A gente dá vontade de ficar lá, mas sabe como a vida da gente é.

Meus filhos, é aqui. A gente volta. Mas eh eu conheci peixe. Eu conheci hã on onde eles criam peixe lá, na ca numa fazenda. Fui numa fazenda que cria porcos. Vi lá, os porcos são enormes. A cria deles é de dezoito, dezesseis porcos. Enormes, enormes. Mas eh a gente tem que limpar o pé, passar o pé na cal, para entrar lá dentro. É tudo muito muito higienizado, né? E vi porcos, mais porcos, de de uma idade, de outra idade Eu também fui em fazenda de fruta, sabe? Nossa, é assim. Que a gente vai lá nas fazendas. E é uma beleza, né? A gente não quer... Volta lá com três, quatro quilos a mais. De tanto comer, porque o pessoal lá... Não você tem que comer, e fazem. E fazem bolo de milho, e fazem isso, e fazem requeijão, e faz... Meu Deus do céu! É maravilhoso. A gente só come lá e não. Não deixam a gente ficar com sentir fome. Não tem. Eu gostaria de sentir fome lá, mas não dá. Porque eles não deixam a gente hã toda hora comendo. A gente volta lá com uns quilinhos a mais. Cada vez que eu vou para <laughs> lá é assim. Muito bom.

Foi até engraçado. Eu conheço todo mundo lá, porque eu, todo dia, ia andar. Eu gosto muito de andar, né? Então, eu ia andar na cidade.

Então, eu conheço a cidade de ponta a ponta, andando. Um dia para um lado, outro dia para o outro lado, outro dia para o outro lado. E a vizinha da frente... Peguei muitas amizades lá. Então, tanto é que eu escrevo. Então eu faço correspondência com todos eles lá. Mando carta. Então, sabe? A gente Eu já sei o que está acontecendo lá, ele sabe o que está acontecendo daqui. E assim, é a vizinha da frente falou para mim assim, vamos no cemitério, eu tenho que limpar um túmulo lá do meu tio e tal e tal, eu falei, vamos. Fui com ela no cemitério.

Chegou lá com essa brincadeira na família. Agora que você quer saber mais.

Você sempre escreveu cartas? Sempre.
Foi assim. Começou assim.

Viva até hoje, está com oitenta e seis anos. Muito querida. E ela me mandou esse cartãozinho. Gente, a minha felicidade de receber um cartãozinho de Natal da minha tia. Ah Eu fiquei feliz da vida.

Olha o cartão que a minha tia mandou. Isso me incentivou. Eu adoro escrever carta. Eu aprendi muito na, porque na no meu tempo você aprendia a escrever carta, requerimento. fazia redação de gravuras. A gente tinha que inventar uma história dessa gravura. É o que se fazia no meu tempo na escola. Né nós en nós tínhamos um preparatório até para fazer ginásio, para entrar no ginásio na época, no nosso quarto ano.

Maravilhoso para en para ensinar, ensinava mesmo. Então, assim né <coughs>
Nas cartas?

No Ah então, o quê? Eu fiquei maravilhada. Escrevia muito bem cartas. Eu es eu aprendi a escrever cartas na escola. Aí eu comecei eh.

Para as pessoas que eu gostava. E isso, sabe? Vinha de lá, vinha... Isso me gratificava muito. E até hoje. Eu tenho cartões aqui do do do de Paris, né? Tenho cartões de de Nova Iorque, tenho cartões de da Argentina, da Espanha, porque é o lugar que, onde escrevo, me correspondo. Em Nova Iorque, com o primo meu, de segundo grau, que já faleceu. Eu tenho Nova Iorque toda, você quer saber, em em em cartões. Ele me mandava tudo. De tenho tenho Onde joga, no no no Center Parque eu, Natais, tu Um monte. Adoro fazer isso, e até hoje eu faço. É uma coisa que eu amo fazer, escrever carta. E sei escrever muito bem carta. Tem um assunto que eu arranjo, não sei da onde, mas eu tiro. <laughs> A correspondência nossa entre a Espanha e a coisa é assim. Tempo, política, né as coisas que estavam acontecendo, o que estava acontecendo com a gente, eles a mesma coisa. Escreviam sobre a política, do do tempo, o tempo, como estava, e o que acontecia na família né. Então, a gente só sabe assim, por fotografia, por por escrever um para o outro, sem ter conhecimento, ter visto nunca eles, somente por fotografia.

Filho dele. Ele é Talvez a minha sogra seria a tia segunda dele, né? Sei, uma coisa assim.

E que ló lógico que eles sabiam que o meu já tinha falecido, né? Então, aí foi foi assim. E a gente até hoje ainda está se escrevendo, ele já veio para o Brasil assim.

Eu e meu cunhado achando uma carta, Porque, do lado da minha sogra, eu conhecia alguma coisa. Né que eh tinha uma irmã que veio... ai posso contar essa passagem? Pode. Essa essa irmã da da da Espanha? Só só um minutinho. Está está gravando?

para a minha sogra, porque eu eu tenho esse conhecimento, que eles se escreviam, né?

E é, então, ela escreveu essa carta. E chegou, o o meu meu cunhado trouxe a carta naquela noite, que ele chegava à noite em casa do serviço, abrimos a carta. No dia seguinte, essa irmã da minha cun da sogra ia passar em Santos, destino a Buenos Aires. Eles iam ficar atra atracados em Santos seis horas.

E aí, então, cadê? Chegou a carta, a minha sogra começou a chorar, porque era dia seguinte. E agora? Fim de mês, todo mundo Aí eu fiquei pensando e a minha sogra chorando e olhando para ela. Puxa, trinta e poucos anos, né? Não tive dúvida. Falei para o meu marido, você vai já no vizinho. O vizinho tinha me eh banca no mercado. Nosso vizinho.

Ele... Falei, vai lá.

Nós vamos todos passamos amanhã. Peça tanto. Que a mais ou menos a gente sabia, né? Aí, ele foi. E ela arranjou o dinheiro. Quando eu cheguei, essa minha sogra abracou me me abraçou tanto. Quando chegou a notícia do dinheiro que veio, né? Por isso que ela ela ela tinha, assim, um carinho todo comigo. tudo

Falei, não vai ver essa irmã. Aí, fomos. Dia seguinte, levantamos cedinho e fomos para Santos. E o navio atracou às duas horas da tarde. Aí lá de cima, nós aqui tudo no porto, né? É até gostoso de ver isso, sabe? O pessoal lá de cima grita os nomes. Fulano de tal, fulano de tal. Um grita daqui de baixo, outro grita lá de cima.

E a minha sogra foi andando. Se nós não segurasse ela, ela tinha caído dentro do mar. Ela foi andando, olhando para a irmã e andando. seguramos ela, ela era gordinha, seguramos ela assim, não, não, e quase ela caiu em mar, por causa disso, por causa da irmã lá em cima. Ela vai descer, ela vai descer, nós puxando ela para trás, né, aí desceu. Eu era casadinha de novo. Falavam lá em espanhol e eu não entendia nada. Eles falavam mais forte ainda, né? Minha sogra entendia, mas eles lá não estavam entendendo nada.

Eu falei, não não entendo nada do que vocês estão falando aí. E nós passamos aquelas seis horas com ela, nós voltamos tarde da noite para casa mas. Até vir para São Paulo e tudo, chegamos em casa tarde da noite. Mas foi o que eu fiz. Eu fiz isso, porque todo mundo ficou ali vendo a minha sogra chorar, e ninguém fazia nada. Aí eu tive a ideia. E graças a isso, nossa, fe a felicidade da minha sogra, se encontraram as duas irmãs com o cunhado dela, né, e conversaram, e ficaram lá, horas e horas, almoçamos tudo junto, e foi foi mu foi maravilhoso essa parte, né? da minha sogra. Acontecer isso com ela, né? Então, era por isso também que ela sempre me né elogiava e os outros tinham ciúmes de mim. Por causa disso. <laughs> E o que é que nós íamos falar mais?
E depois co e aí você começa a ter o contato com a família né.
Sim. Com eles eu sabia, né?

Assim.

Aí nós escrevemos.

Então, nós encontramos essa, quando a minha sogra morreu, encontramos essas cartas do meu sogro. que a minha co a minha sogra não não se correspondia depois que ele faleceu. Entende? Era uma carta muito antiga. Era dos anos quanto, meu Deus? Não tenho noção, gente. Era dos anos quarenta e pouco, por aí. Aí eu falei assim para o meu cunhado. Ele também falou, vamos vamos vamos ver se a gente acha essas pessoas. Eu falei, vamos. Como ele não sabia escrever?

A minha filha estava na no no ginásio e tinha uma professora de francês. E a carta era da França. Aí, eu fiz a carta, escrevi tudo.

Irmãos, filhos, tudo. Naquele tempo, tinha poucos filhos casados. Eram todos quase solteiros né naquela época. E aí mandei para E a professora de francês passou para o francês e a carta foi para a Espan para para a França. Chegou lá e encontramos o endereço. Ainda era Era casa própria e eles estavam lá ainda todos. Aí foi aquela alegria, né? Eles mandaram a carta para cá, foi aquela alegria. Família toda, nossa, chamam, chamam. Foi aquela mas ninguém quis... assim, ninguém... porque não sabia escrever também. Aí foi que, com a convivência da minha sogra, eu, mais ou menos, ela fala, como se se fala, se escreve, né, o castelhano, porque ela falava só em castelhano comigo. Eu aprendi. Nesse inteirinho, com a vi convivência com ela, só falava em castelhano comigo e aprendi a falar o castelhano com ela. E aí, então, eu falei, bom, agora eu preciso fazer uma coisa. Então, aí tinha uma amiguinha da minha filha, que ela era... do Uruguai, trabalhava com ela, e ela começou a me ensinar o abecedário de de do do castelhano, frases e tudo. Então In eh com aquela ca que eu fazia lição, ela ela corrigia, pegava do brasileiro, passava para o alguma coisa que estava errada, ela corrigia, me ensinava. Eu aprendi, vamos dizer, o primeiro aninho, assim, cartilha, né? E com as cartas, eu via alguma coisa nas cartas, eu ia escrevendo. E com isso, até hoje, tudo em castelhano. Eu me correspondo com eles, tudo em eh es escrevendo em em espanhol. Quer dizer, mal escrito, é por portinhol, não é mas sai. Eles lá entendem e eu também entendo. Eu leio duas, três, quatro vezes as cartas até que eu consigo entender o que está lá dentro. Então <laughs> Eu faço isso. E eu que tinha que ler para todo mundo, porque nem isso eles sabiam. Sabiam bem ler em português, mas nem em em castelhano. Eu tenho alguma coisa da minha sogra. A minha sogra me deixou um catecismo de. Eu tenho ele em casa. Em espanhol. Está lá comigo. Quer dizer assim Foi assim que nós descobrimos esse amador. que era lá da França. E depois, em seguida, ele passou os endereços dos irmãos para mim e eu fui me correspondendo com um, com outro, com outro.

Os outros já faleceram.

Esse é que faleceu há uns três meses atrás. Foi aí Eu tenho a carta que foi noticiado né a morte dele.

E ele, então, o que ele faz? Ele se Ele relê. Ele guardou todas cartas. Ele fica relendo as cartas para lembrar que ainda tem eh parentes no Brasil. Eles escrevem. Primos de Espanha, e eu escrevo Primos do Brasil. Eu ponho o nome de todo mundo, sabe? Quer dizer, nem que ele ah ah... Eu falo para eles, olha, os seus nomes estão lá. Porque eu ponho, né? Porque ele... Ninguém se interessou em escrever, nem filhos, nem nada.

Ela disse,, eles tem um poder aquisitivo um pouco melhor do que a gente.

E aí ela foi. E ela me mandou, como a gente se interessa e se escreve, ela me mandou o toda a família. Ah os Os os os os bisavôs, avôs e os filhos e os pais, está tudo lá. Estou com eles aí. Quer dizer, né? Tem assim, essa se interessa.

Só sei dos meus bisavós, meus avós, nada mais. Só sei que morava na Yugoslávia, que meu pai nasceu na Áustria, quando pertencia a a Áustria pertencia para a Iugoslávia. Depois, com a briga não, se separaram né, porque ali sempre havia guerra, e hoje meu pai Hoje a Áustria é livre, né? Então Mas ele ele nasceu na Áus Áustria quando a Áustria era da Iugoslávia, né? Então, ele é iugoslavo, mas consta que ele nasceu na Áustria. E a minha mãe ela nasceu na Iugoslávia, deles pouco sei, não sei muito não. Não falavam com a gente, não não tinha contato. E eu eu O pouco que eu sei ainda foi que eu sei com as minhas tias lá, minhas mães, meus pais.
Não sei nada. E essa rede de contatos que você tem por cartas, ela é constante?
Ah, constante. Você pode ver que eu trouxe ah ah eu recebi ainda os últimos ah cartões. É da França, é da Argentina, é da... Só de Nova Iorque que meu ir meu primo infelizmente faleceu, o ano passado. Ainda tenho o último cartão que ele me mandou eh no meu aniversário. Era Páscoa, era aniversário, era Natal. E a gente e ele falava, escreve português, para mim não esquecer o português. Ele foi com vinte anos para lá. E faleceu lá, se apo se naturalizou americano. Eu tenho correspondência com ele. E E eu tenho os cartões de Natal que eles mandaram todos. Todos Está todos aí, na na

E você agora é vovózona, você acompanha? Ah
Acompanho, sou vózona. E sou muito cobrada. Ah Ah, meu Deus do céu. <laughs> Tem que ser assim. A gente já é vó. Gente, se eu dou... <coughs> Eu não gosto de dar presente, porque já estão todos crescidos. Os pequenos, não.

Muito danadinho. <laughs>

Tem esses dois menores. Os outros já são tudo crescidos. Tem uma de onze anos, vai fazer doze. E tem uma de dezessete, que é a da filha do da mais velha.

Que é a filha do meio só, e já tem vai fazer vinte e um anos. Está na faculdade, estudando. E está no Senai, também. Ele ainda teve esses dias comigo. Tem uma convivência muito boa. E se eu dou? Eu dou dinheiro para esses mais velhos, né? E quando eu dou dinheiro, Um pergunta para o outro, quanto que a vó deu? É, é assim, viu? Então, tem que dar tudo igualzinho, para não, né?

Essa irmã da minha da sogra da minha filha, ela não tem filhos e ela pegou um menino para criar.

Ele não sabe da existência do pai e da mãe, não sabe quem é, não sabe da família, nada. E ela pegou esse menino para criar porque ela não tem filhos, né? Esse menino tinha dezesseis anos. E eu fiquei na casa deles quatro dias. A primeira vez. A segunda vez eu fiquei três dias. Nesses três dias ele falou assim para mim. Eu gostaria muito de ter uma avó. Eu quero que a senhora seja a minha avó. A senhora aceita? Eu falei, aceito. E você vai ter uma boa avó? Hoje, nós ele já vai fazer vinte e um anos. Ele, aliás, fez dia sete de setembro, mandei um telegrama para ele. Ele tem as namorada, ele corresponde comigo, conta tudo que se passa com ele.

Nunca foi, gente, ele nunca foi num num numa escola de desenho, ele só tem o colegial. São pobres, né?

Está numa cartolina assim e eu pus num quadro. Para mim, ele fez isso. Está lá na minha casa. Dava para ser um engenheiro de mão cheia, aquele menino. Mas não pode estudar, né? Então, nem eu tenho possibilidade de fazer ele estudar, mas é um amor de de criatura. Eh Vó daqui, logo no que eu falei que eu aceitei, é bença vó, e quando ele escreve a carta para mim, na carta fora vem.

Esse eu tenho agregado. Então eu tenho Porque, sabe, eu sou uma avó que eu brinco com os meus netos, desde pequena. Sempre brinquei, sempre. Eu brincava com eles, sabe, de fazer fazenda, dependendo de cada um que gostasse. E eu i invento história, que é uma maravilha. Nossa, eu vou no carafunchalá, eu ponho personagens. Sabe como eu gosto de história? <laughs> e eu Eu faço isso. Então, eu tenho uma convivência muito gostosa com todos os meus netos, graças a Deus. Isso eu tenho. Agora, né? Eles vão crescendo. Aí já a avó, né? Já sai com namo eh Esse meu neto mais velho já está namorando. A de dezessete anos já está namorando. Então, aí a gente já fica um pouquinho de lado, né? Mas, assim mesmo, ainda tem. Mas, assim.

Hum Eu queria fazer algumas últimas perguntas. Eu queria perguntar se a senhora tem algum sonho hoje.
É, o sonho eu já não tenho, mas eu tinha muito, muito, eu queria muito estudar. Tanto é que eu fiz um esforço tremendo, eu passei em primeiro lugar no quarto ano das meninas da minha classe, das meninas, dos meninos foi o filho de uma professora também, lá para filho da professora. Meu uh meu professor, ele foi falar com meu pai.

Ele foi falar com meu pai. Deixa porque é assim

Mas tinha que vir, tinha que levar a mamitinha, tinha que passar o dia lá, estudar, e depois a perua... A perua não, a Kombi trazia a gente de volta. Éramos em dez que ia estudar, né? Que tinha a possibilidade de continuar, porque a gente era... Podia fazer o ginásio tranquilo que a gente ia passar. Fazia um um um vestibularzinho, né o não é vestibular, é... Isso, exame de admissão, isso mesmo. Para passar aí, o professor tinha toda a certeza, porque ele pra ele deixou nós para para isso mesmo, para fazer o exame e passar, porque a gente sabia tudo. Taxa, eh tempo, horário, milímetro, tudo, ensinou tudo. Então, meu pai não deixou. Diz que não, que filha dele não podia ir, que não sei o quê, porque aí saía do bolso dele o gasto, né? Aí, para trabalhar aqui em São Paulo, podia, né? Então, nem perguntou, filha, você quer ir? Você vai. E eu vim. É assim. <laughs>

E agora é a última pergunta, como é que é para a senhora lembrar de toda a sua história, contar sua história?
Olha, você sabe que eu sou uma pessoa que eu nunca, nunca, nunca eh fiquei com raiva, sabe? Era difícil para mim tenho mágoa. Não vou dizer que eu sou perfeita, né? Eu não sou perfeita. Eu tenho mágoa de não poder ter estudado. Tem mágoa que eu um outro pai, não aquele, né? E E se não fosse a minha mãe né, a gente não era tão unido como a gente se como a gente é. Minha mãe sempre é glorificada na família, nos meus irmãos todos. É minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, é é essa é a a a grande tristeza que eu tenho, de não ter podido estudar. Né porque o meu casamento, apesar dos pesares, havia muito entendimento, né? E a gente não casou por casar. Casou porque se gostava mesmo, né? Foi um amor que foi crescendo, crescendo e criou raízes, né? Dos dois lados. Não não não foi aquela... A minha mãe casou por paixão. A paixão é fogo de palha, minha filha. Acaba, aí pronto. Passou os anos, acaba. Aí ficou uma porcaria o casamento dela. Em todo caso. O meu já não. O meu foi assim. Eu acho que das irmãs, em entendimento A que melhor casou fui eu, assim. Em Não, as as outras casaram um pouco melhor do que eu em financeiramente, só isso. Mas em compreensão, em entendimento e tudo, só fui eu mesma. Eu que casei assim, porque a gente se entendia bem, se dava bem. Havia compreensão dos dois lados, quando um alterava, o outro ficava quieto, assim. Então, a minha mágoa é essa, de não ter podido estudar. E se alguém... É o que eu falei, eu ia ser uma historiadora daquelas, viu? Era o que eu queria fazer. Mas... aí ficou né. Não pude fazer. Acho que não era para ser assim. Então, meu marido sempre falava, mas se você estudasse, você não ia casar comigo. <laughs> Eu falava, mas quem sabe você também era estudado. Ele tinha uma inteligência maravilhosa, viu? Para matemática. Parece que ele tinha um uma máquina aqui dentro. Era pá, pá, pá. Quando eu falava, ai é tanto, é tanto, ele já tinha a conta somada.

Para ter a certeza, eu ia fazer no lápis, porque no lápis eu sou boa. Aí eu pegava o lápis e fazia. Hã é dava certinho o que ele tinha falado. Então é isso, a minha mágoa é essa.

Olha, gente, maravilhoso. Para Para tomara que eles achem no computador tudo isso e que o que eu quero, o que eu peço para eles é que eles não se esqueçam da família aqui. Que os filhos lá, eu vou mandar os e-mails, eu vou fazer tudo para que não haja o esquecimento. Que a família continue sabendo que tem isso lá e tem isso aqui e que somos uma família. Porque, desde pequena, eu sempre fui muito família. Eu olhava para os meus irmãos e eu eu o que eu podia fazer por eles, coisinhas, presentinho de Natal, eu fazia economia, mandava só para eles terem um Natal. Porque meu pai, né? Então, eu fazia tudo. Então, eu acho que assim... Eu nunca quis que os meus irmãos fossem... Quando brigavam, eu me eu intervia no meio. Não quero briga, a mãe não quer briga. Vocês têm que fazer o que a mãe quer. E é assim, porque eu sendo mais velha né, no meio das das mais novas... Porque nós temos fa ah dezessete filhos. Então, tem uma fa ah assim mais velhos, mais novos né e mais novos.

Quando a minha mãe estava grávida, Eu estava grávida, a minha irmã mais velha estava grávida, porque nós casamos com seis meses de diferença só. Usamos o mesmo vestidinho de noiva, porque era mu nós fizemos as duas, nós que fizemos. Com dinheirinho juntado ali, fizemos o vestido de noiva. Então, foi o mesmo. Então, assim, sabe? E estávamos nós três grávidas, minha mãe na fase da menopausa. Ficou grávida dessa minha irmã. Tanto é que eu falava olhava assim para ela quando era pequena e eu levava ela em tudo quanto era lugar que eu ia né. Eu olhava assim para ela e falava, você tem que me obedecer. Você é a minha caçulinha, caçulinha das minhas irmãs, mas eu sou criei sua mãe. Então, ela falava, ai, eu não aguento a mãe, porque ela aí ficou moça. Eu falei, que também que manda você vir a vir tão tarde assim, né? E aquela lá não é sua mãe, é sua avó. Podia ser sua avó, né? E é né Ela era novinha. Então, é vovó. E as minhas filhas, para atazanar ela, entravam no ônibus quando elas trabalhavam assim. E ela lá no ônibus, oi, tia, gritava. Ela ficava pê da vida. <laughs> Mas isso aí é assim. Quer dizer, né?

Eu que agradeço vocês, que eu quero que todo mundo saiba e que faça o mesmo que eu faço, né? Porque eu acho que família é muito importante, pelo menos para mim, né? É muito importante, gente. Vocês não sabem, porque na hora do... Vá vamos ver, numa necessidade, numa coisa, a família é que ajuda. Se se não existir família, acaba tudo. Não existe uma vida